tenta e três Queria começar a entrevista perguntando o seu nome completo, data, local de nascimento.

Eu nasci em São Paulo, capital, no dia vinte oito de março de mil novecentos e quarenta e seis Atualmente eu tenho sessenta e um anos de idade.
E você podia falar o nome dos seus pais e qual a atividade profissional deles?

O meu pai morreu com oitenta e três anos de idade, minha mãe tem atualmente oitenta e cinco anos de idade. Meu pai e minha mãe são do interior do estado. O meu pai era capinador de café junto com o meu avô, trabalhou como roceiro até os dezessete anos de idade, quando ele veio para São Paulo. E ele, depois disso, foi pequeno comerciante lá na região do Machado Glicério, na região central de São Paulo, e se formou advogado com mais de quarenta anos de idade. Era uma pessoa que gostava de de ler, et cetera. E a minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou em casa. Minha mãe sempre foi uma pessoa com semi alfabeta, né, mas muito esperta, muito ativa. E os dois são de origem de de de pais estrangeiros. O Meus avós paternos eram espanho portugueses com italiano e da minha mãe espanhol com italiano.
O Barbeiro é de que origem?
O Barbeiro é de origem portuguesa, de uma região perto, ah uma região do do interior de Portugal, ah agora me fugiu o nome, da cidadezinha de Portuguesa, uma uma pequena localidade chamada de Porcariça. Então, meus a família do meu avô era era uma família de imigrantes. Uns vieram para o Brasil, outros foram para Macau. O irmão do meu avô, que foi para Macau, acabou se casando com chinesa, depois os filhos deles acabaram se casando com chineses, e eu tive eh da região de Leiria, agora me lembro, Portugal. E até fiquei bastante surpreso um dia que bateu na minha porta uma pessoa, um assim, uma mulher, o rosto completamente chinês, falando inglês comigo e dizendo, olha, eu sou Palmira, sua prima. <laughs>
E, Heródoto, você tem quantos irmãos?
Eu tenho cinco irmãos. São são cinco irmãos. Eu tenho mais três irmãos homens e duas irmãs mulheres. Os meus irmãos homens têm nomes gregos, como eu. Então, na sequência, são Heródoto, Hipócrates, Telfrato e Aristóteles. Minha irmã tem um nome indígena, que se chama que chama Irani. Meu pai queria colocar nela o nome de Aspásias, porque é um outro nome grego, mas a minha mãe não deixou. E o meu pai tem uma filha, outra filha, de um segundo casamento dele, que se chama Cornélia. que é um nome latino porque meu pai, Cornélia, ah era mãe dos Gracos, do Caio Graco e do Tiberio Graco. E meu pai sempre contava para gente a história né da da da da Cornélia, da da matrona grega, eh quando perguntaram para ela que havia vindo numa festa, né, onde estavam as suas joias, e as joias são essas duas, que eram os seus filhos, o Tiberio e o Caio Graco, que aliás foram dois revolucionários na na Roma Antiga. Talvez por isso meu pai, então, eh optou por esse nome.
E, Heródoto, você passa a infância aonde?
Eu passo a infância na Baixada do Glicério e e muito no interior, porque o meu avô português, eh ele era agricultor, depois ele se tornou proprietário de terra, pequeno proprietário de terra. Então, eu passava ah minha baixada na baixada do Glicério, numa época que o parque Pedro segundo era quase um grande ibirapuera. Havia grande extensão de jardins naquela região, maravilhosos jardins naquela região. Ah é?

Maravilhosos jardins. E aqui depois acabou tudo, porque os prefeitos vieram e acabaram com a cidade. E aqui se tornou grandes eh terminais de ônibus. Mas era uma era uma região verde, maravilhosa. Me lembro de ter visto passar o rio Tamanduatei por ali, extremamente limpo, com pessoas passando de barco pelo rio Tamanduatei, né. E era um patrimônio que a gente não podia ter perdido da memória da cidade. Mas, infelizmente, os prefeitos fizeram com que a gente perdesse.
E Heródoto o que que vocês brincavam nessa região?
Olha, a molecada brincava na rua. Eu mesmo brincava na rua. Ou a gente jogava bola na rua, mas tinha muita brincadeira infantil na época ainda. Se brincava muito na rua de Passanel, Manamula, é que mais chamava-se a Mãe da Rua. Havia muita corrida, muito pega-pega, esconde-esconde, muxim-bandido. Ãh eram as brincadeiras principais, né A gente corria por aquele parque todo. eh Ali perto do Ambassado do Glicério existia uma grande quantidade de campos abandonados. E havia um campo de várzea, era chamado de A Várzea do Glicério. Então, tinha muitos campos para se jogar bola. Isso era uma região absolutamente tranquila, não tinha assalto, não tinha violência, não tinha coisa nenhuma, a não ser quando a gente lia aqueles tabloides que contavam quando acontecia um caso escabroso, aquilo movimentava a cidade. Mas era uma região muito tranquila. pessoas de ba de classe média baixa, como era a minha família. E meu pai era o proprietário de um bar bem em frente ao ao grande quartel que tem ali no Parque São Pedro segundo. Aquele quartel, antes de ser quartel, era um hospício. Por isso que a travessinha onde eu nasci, chamada Rua Niuaque, ela era chamada de Rua do Hospício. E o bar do meu pai era na esquina da Rua da do Hospício com a Rua Frederico Morenga, hoje Rua Niuaque.

Então era uma ruazinha tranquila, não tinha carro, não tinha nada. Meu pai era o o talvez o único que tinha um carro velho, né, eh na na na região, ninguém mais tinha carro. Assim como quando apareceu a televisão, também me lembro, eu era menino nessa época, só uma pessoa tinha televisão, só a dona Julinha tinha. <laughs> Então nós éramos eh televizinhos, né. As crianças, ela abria a porta da casa dela, uma mulher extraordinária, ela abria a casa dela, então aquela grupo de crianças, vinte, trinta crianças, sentávamos todos no chão para assistir os programas da antiga tê vê da da antiga tê vê Tupi, né. Os programas chamavam de Pim Pam Pum. <laughs>
Ah, tá, o Pim Pam Pum. E e E, Heraldo, você podia descrever como era a sua casa? Você se lembra?
Sim, eu me lembro. Na minha Todas as casas daquela daquela região eram casas velhas. A minha casa era uma casa muito velha. Tanto assim que a cozinha da casa, quando começaram a fazer o primeiro prédio, a cozinha quase desabou. Então a casa era velha e todas as casas tinham porão. E era ótimo ter porão, porque o porão era assim um lugar mágico na nas casas todas, aquelas casas velhas. Era lá, por exemplo, que a gente escondia os cachorros que a gente achava na rua. Então a gente pegava os cachorros na rua, <laughs> né, para ter cuidado dos cachorros. Meu pai não veio, porque meu pai não queria tantos cachorros em casa, e a gente escondia os cachorros no porão. Então eram todas casas velhas, pequenas, geralmente ela eh todas elas tinham soalhos, né. E quem morava da do lado da minha casa, a minha casa era do cinquenta e nove, morava na casa um casal formado por uma mulher forte, negra, chamada Dona Amélia, casada com um português muito branco, chamado Seu Delfino, né. E ela cozinhava para entregar marmitas. Né. Hoje a gente tem essas quentinhas, na época tinha as marmitas. E eu me lembro que eu adorava ir comer na casa dela, porque na casa dela tinha uma coisa que não tinha na minha casa. Na minha casa, o fo o o o fogão era já gás encanado. E na casa dela, não. Na casa dela, era fogão de carvão. Então aquilo dava um perfume na comida, um sabor na naquele naquele arroz que ela fazia. Então sempre que a gente podia, a gente ia comer na casa da dona Amélia. Mas ela vevi ela vivia de vender marmitas, aquelas marmitas maravilhosas, limpíssimas marmitas, uma coisa brilhante. E o Delfino fazia sapatos sob encomenda. Ele era um artesão de sapatos. Era um sapateiro artesão. Então ele fazia sapatos finos e tal para as lojas que ficavam aí na região central, que na época era a região da Praça da Sé depois passou ali para a região da Barão de Itapeningo, chamado Centro Novo da Cidade.
E, Heródoto, você falou um pouquinho da televisão e o rádio, vocês escutavam rádio?
Sim, televisão a gente não tinha. A televisão, eu eu me lembro de uma na rua, depois tinha mais uma, mais mais ninguém. Mas rádio eu escutava muito. Eu escutava muito rádio na época Todo mundo ouvia muito rádio na época. A gente ouvia até voz do Brasil na na no rádio. Mas ah eu acho que o que atraía mais ah os jovens, as crianças da época, não era bem o rádio, mas era a convivência que você tinha na rua. A rua era um lugar seguro, então todo mundo ia para rua. As pessoas colocavam cadeiras na calçada e sentava na rua. Então ah ah os homens e as mulheres sentavam na rua, todo mundo sentava na rua, todo mundo batia papo na rua. E e era na rua, por exemplo, tipo cinco horas da tarde, ali tem uma igreja subindo a rua Tabatinguera, chama Igreja da Boa Morte, que aliás foi a primeira igreja que comemorou ou que badalou a independência do Brasil, porque foi dali que se avistou Dom Pedro vindo da do Cambuci. A igreja está intacta lá, precisa de restauração, obviamente. Ah Mas tipo dez para seis, uma mulher gata chamada Berenice, a dona Berenice, passava pela rua e pegava todas as crianças. Inclusive eu, E íamos todos para a Igreja ah da Boa Morte. Às seis horas tinha uma reza na Igreja da Boa Morte para todos os crianças. E nós íamos. Era uma coisa extraordinária. Então o que eu me lembro do rádio nessa época era o programa das seis horas, que fazia um sucesso inacreditável. Primeiro porque tocava uma música que eu nunca mais esqueci na minha vida, que era um pedacinho da ópera do Massenet, que se chama Meditação. É uma é uma é uma parte da ópera tocada no violino, extraordinária, maravilhosa a música. E quem fazia o programa de seis horas era um homem que tinha uma audiência que dava eco em São Paulo, antiga Rádio Nacional de São Paulo. O cidadão chamava-se Pedro Geraldo Costa, que eu me lembro quando era menino e vim conhecer depois já como jornalista, em uma outra situação que eu até escrevo depois no no livro que eu tenho chamado Fora do Ar. Mas aí eu ouvia no rádio, e ele fazia aquela reza no rádio, né? Mas é que com uma tal contrição, com uma tal ah emoção, que ele acabou sendo eleito deputado estadual por causa dessas rezas, e depois foi vice-prefeito, ou quase virou prefeito, eu não me lembro exatamente bem. Mas ah o máximo que se ouvia. Agora, uma coisa que eu me lembro muitas vezes no rádio, nunca mais ter esquecido, eram aquelas histórias do Balança Mas Não Caia, eu ouvi muito. E eu ouvi alguma dessas histórias gravada em um nos nos discos de setenta e oito Rotações. Eram programas de rádio gravados nos discos de setenta e oito Rotações, com... não me lembro agora, mas era uma dupla do Rio de Janeiro extraordinária, em que eles faziam vários e vários e vários personagens. O balanço mais não cai? Eu não me lembro. O balanço a mais não cai, com certeza, eu me lembro. Mas ah o que realmente me eletrizava eram as histórias passadas na Rádio Record, eu acho que sexta-feira à noite, e que todos ouviam, que era a história das malocas, cujo personagem principal era a Dona Irã Barbosa, que fazia o papel do herói da história das malocas. Ele fazia o personagem chamado Charutinho. E as nunca mais esqueci também o autor da da história, era o Oswaldo Moles, era o diretor do programa. E ele falava de um tal moro Morro do Piolho. O Morro do Piolho era ali onde eu morava, era na Baixada do Glicério, já para o lado do Camucí, perto da Rua Lava Peça. Então aquilo, de certa forma, era como se eu estivesse falando um pouco ali da nossa comunidade. A gente morava por ali. Então, ah era uma era uma infância extremamente tranquila, né, com você jogando bola na rua ou você empinando o papagaio e fazendo com que o papagaio parasse nos fios. De vez em quando, quebrando um vidro e levando os cascudos porque quebrava vidro. Mas ah eu acho que ainda era uma cidade eh que tinha algumas algumas coisas burrólicas, né, na na na região central e que em tese está tão perto do do centro da cidade.
E, Heródoto, você torce para que time? Eu sou corintiano. Como é que você se torna corinthiano?
Eu me torno corintiano porque os irmãos da minha mãe ah eram todos corintianos. Meus tios eram conti corintianos. Então, ah quando eu era pequeno, eles me levavam no Pacaembu, que era uma grande festa no Pacaembu, né. E também porque quando começaram a aparecer os jogos na televisão, a gente ia assistir os jogos na televisão, branco e preto, obviamente, narrados pelo já Raul Tabajara, da antiga tê vê Record. E também narrados pelo pela Tupi, eh por um cidadão que depois se tornou vereador em São Paulo. Me foge o nome dele agora. Mas ele é vivo até hoje. Se tornou vereador e tal, ela é fa famosíssima. E a gente ia só para ver os Jogos do Corinthians, não é. E depois outra. Havia muito pinguço ali na Baixada Glicério. Meu pai tinha bar, né. Então, eles iam ouvir o jogo, né. Em vez de você ia vê ir no bar para ver o jogo, que não tinha, não passava, você ia no bar para ouvir o jogo. Então, aqueles pinguços que frequentavam o bar do meu pai eram todos corintianos. Então, a gente virou corintiano. Aliás, foi no bar do meu pai que eu conheci um cidadão que havia saído da cadeia naquela época, que era o mais famoso bandido de São Paulo de todos os tempos. chamado Menegheti. O Menegheti era um bandido de origem italiana, também tem livros escritos a respeito da vida dele, mas eu o conheci pessoalmente, porque ele frequentava o bar do meu pai e ele contava histórias ali para a gente. né. E eu me lembro que certa vez que ele dizia, é, se vocês um dia tiverem jóias, qualquer coisa na sua casa, o melhor lugar para vocês guardarem jóias ou objetos de valor é na lata do lixo. Põe na lata do lixo que o ladrão nunca vai olhar na lata do lixo. Ele contava essas histórias. <laughs> Eu me lembro bastante bem disso. É um bom conselho Heródoto você trabalhou no bar do seu pai? Não trabalhei porque eu era muito criança na época. Eu passo a trabalhar com meu pai. Eu comecei a trabalhar com meu pai, eu acho que eu tinha doze, treze anos de idade. Mais Porque meu pai era pobre e e eu tinha que trabalhar. Mas quando meu pai, com a ajuda do irmão dele, transformou a lo a a o bar em uma casa de peças para automóveis, com oficina mecânica. Então, eu comecei a minha vida de trabalho, eu trabalhei muito para um office boy. Então, eu andei aquele centro, para cima , para baixo, como office boy, levando papéis, pagando conta, não só para ele, mas para os comerciantes da Frederico Alvarenga e da vinte e cinco de Março. Mas, eh quando eu não trabalhava carregando cartas para lá e para cá, eu comecei a aprender mecânica. Então, eu fui auxiliar de mecânica, eu fui auxiliar de pintor, eu fui auxiliar de eletricista. Ah Em todos esses serviços manuais, eu eu fiz bastante. Então, eu eu eu eu me conheço, depois dividindo o meu tempo de lazer, escola com trabalho. Eu não gostava das férias escolares, <sighs> porque quando não tinha férias escolares, eu trabalhava menos. Estudava, tinha menos. Quando eu eh tinha férias, eu trabalhava o dia inteiro. Então, minhas férias eram trabalhar o dia inteiro, lá na oficina com o meu pai, né. E eu me lembro que... houve uma época em que eu já estava no antigo ginásio, né, hoje no ensino fundamental, que corresponde à quinta série, sexta série, e eu eu trocava a correia, eu trocava óleo, eu trocava bateria, aquilo queimava muito as mãos da gente, e você ficava com a mão encardida, né? E aí eu tinha vergonha, antes de chegar na escola, eu só ficava com a mão no bolso, porque eu não queria mostrar minhas mãos, porque as mãos estavam todas, parecia que estavam sujas, e na verdade estavam queimadas de ácido. Mas, eh então, eu sempre me vi trabalhando, fazendo essas coisas todas, Do lado da minha casa tinha, quando eu era muito pequeno, tinha eu me lembro vagamente, bem na esquina, onde depois se tornou uma borracharia, onde eu trabalhei também como borracheiro, também na esquina da, em frente à loja do meu pai, ah tinha ali um chalé de jogo de bicho. Não me lembro mais o nome da pessoa Mas eh tinha o chalé. Então, ah depois o chalé fechou, mas aí o chalé passou para para uma coisa mais sofisticada, em um prédio em cima, né. E eu era o responsável pelas ligações telefônicas dos Jogos de Bicho. E E eu que estendia todas as... <laughs> as linhas para que as pessoas fizessem... Ele, na verdade, era o bookmaker. Então, as pessoas faziam as anotações da rua e ele bancava o jogo. Mas, de vez em quando, vinha a polícia. Era aquele fuá, vinha a polícia, cercava tudo, prendia todo mundo, levava os telefones embora. Eu achava ótimo, porque aí eu tinha que puxar as filas tudo de novo e aí eles me pagavam de novo para colocar todas as linhas lá para cima para que eles pudessem continuar jogando. <laughs> Eles jogavam até uma da tarde, era era era o jogo de bicho, e depois da uma da tarde eles aceitavam corridas eh do jockey, corrida a cavalo, também por telefone. Então, eles trabalhavam o dia inteiro lá em um apartamento, em um pequeno prédio de três andares, que eu suponho que tem até hoje na na na Avenida... não na Rua Federico Alvarenga.
E, Heródoto, como é que começa a leitura na na sua vida?
Bom, a leitura aconteceu uma coisa curiosa. Eu acho que eh todos nós, ah na vida da gente, a gente encontra algumas pessoas. Se a gente listar, eh essas pessoas influenciaram decisivamente a vida da gente. Eu tenho três pessoas que eu considero meus três reis magos. nada nenhuma semelhança, por favor. Mas um desses reis magos eh que passaram pela minha vida era um homem chamado Virgílio. O Virgílio era taxista. Ele era homem culto, tocava saxofone. Tinha um carro antigo, de mil novecentos e quarenta e poucos, um Chevrolet, que eu tinha consertado muitas vezes e consertava. E o seu Virgílio eh tinha ponto de táxi na Rua São Paulo. A Rua São Paulo era uma coisa maravilhosa, outra coisa que a gente destruiu dessa cidade. Tinha um teatro ali, chamado Teatro São Paulo. Eu nunca entrei porque eu não tinha dinheiro para pagar. Mas o Teatro São Paulo ficava, para você ter uma ideia, mais ou menos na rua do Lava Pés, não, na Rua da Glória. Antes ela virava a Lava Pés, ali em cima, onde hoje a a Ligação Leste-Oeste, que era grande, era uma grande praça, maravilhosa praça, com um teatro maravilhoso. E eu me lembro de ter passado muitas vezes por ali para carregar sacola, eu também carregava sacola na feira. Eu vi lá foto do Oscarito, foto do grande hotel, coisa que eu só vim ver no cinema, né. com aquelas chanchadas da da Atlântida. Mas eu vi, puxa, ele ele ele ele ia estar hotel naquele naquele teatro. E o Virgílio eh tinha ponto ali, junto com outros taxistas. Para vocês terem uma ideia, esse atual presidente do sindicato da dos taxistas, Natalício Bezerra, era freguês do meu pai. Eu não sabia, ele que me contou. Eu, muitas vezes, consertei o carro dele, né. <laughs> O atual presidente. Vocês terem uma ideia de como era a, com as ligações. E esse Virgílio, ele era um homem de leitura. Ele lia, não é. Ele lia. E eu ele era ele era kardecista, um homem que lia muito, toda a literatura era kardecista, e extremamente uma pessoa fável, um homem forte, ele era um mulato, ah educadíssimo. E uma vez ele chegou para mim e falou assim para mim, olha, você fica aí o tempo todo atrás desse balcão, eu vou começar a te trazer uns livros. Você tem que ir o seguinte, você está estudando, falei, estou. Você tem que ler tudo o que cair na sua mão, tudo. Como assim? Bula de remédio, papel de pão, tudo o que cair na sua mão você tem que ler. Você tem que treinar a ler, ler, ler. Ele falou, é, eu vou te trazer um livro e depois que você ler esse livro, eu vou te trazer um livro. Ele me trouxe um livro de Will Durant chamado A Filosofia da Vida, um catatau de umas quatrocentas páginas. Nossa O primeiro livro que eu li na minha vida. E era, de fato, um livro de filosofia, mas uma filosofia simples, fácil, obviamente, para uma pessoa que não tinha... eu devia ter uns quatorze anos de idade, talvez, se tivesse quinze. quinze. E eu comecei a ler. E achei interessante, comecei a ler.

Nesse meio termo, ali naquela região central, você comprava umas coleções de livros muito baratas, da antiga coleção Saraiva, que eram os livrinhos que eles publicavam mensalmente. Eu tive até pouco tempo. imensa. Então, eh meu pai sempre incentivava a leitura. Meu pai dizia que a gente tinha que estudar de qualquer jeito. Meu pai era um homem extremamente rigoroso. Queria que a gente estudasse de qualquer jeito. Tinha que estudar. Então, a gen para isso não faltava dinheiro. Faltava dinheiro para comida, às vezes, na minha casa. Mas não faltava dinheiro para comprar livro. Então, a gente ah ia lá e comprava no sebo aquele monte de livros. Então, comece eu ficava a atrás do balcão, esperando os fregueses chegarem Enquanto ele não chegava, eu ia lendo. Bom, aí eu li a coleção inteira do Zé de Alencar, do Eça de Queirós, do Camilo Castelo Branco, Machado de Assis, Schumann, sei lá quantos. Fui lendo sem parar, um atrás do outro. E aí eu comecei a ler com uma velocidade cada vez maior. Depois começaram a aparecer nessa coleção Saraiva autores internacionais, ben hur, sei lá, o Diabo a quatro eu fui lendo. O que caía de literatura, principalmente li essa literatura mais romântica, eu fui lendo tudo. Até que o Virgínio um dia chega para mim e fala, olha, hoje eu vou te dar um livro para você ler, mas o negócio é o seguinte, é um negócio complicado. E, como você sabe, quando dizia, é um negócio complicado, é esse que a gente queria ler, está certo ou não? você vai me trazer As Pulpilas do senhor. Heitor, O Crime do Padre Amaro? já tinha lido tudo. Aí ele falou, não, eu vou te trazer uma um mano, um cara chamado Freude. Eu falei, Freude? É É, Sigmund de Freude.

Eu vou te trazer um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Eu tenho, ele me disse, eu tenho a coleção completa Mas é um negócio raríssimo. publicado pela editora Delta, um livro desse tamanho. São dois volume. Eu vou te trazer um, você vai ler, só quando você me devolver esse. Em suma, eu comecei a ler o tal do Freud, <laughs> que depois eu aprendi que era Freud. <laughs> Eu devia ter uns dezesseis anos de idade. Eu lia a coleção inteira. Comecei com A Interpretação dos Sonhos, depois eu fui para... A histeria. Puts, imagina. (risos(Eu tinha sete anos de idade, lendo livro sobre a histeria. Aí eu não queria mais parar. Eu li a coleção inteira do Freud. Aí eu fui lá para os ensaios dele. Moisés e a religião monoteísta, Totem e Tabu. Quer dizer, aquilo me eh abriu um horizonte. Foi esse homem que abriu, na verdade, um horizonte extraordinário para mim. Realmente Acho que foi aí, nessa época, que eu me tornei ateu. Porque meu pai não tinha religião. Meu avô, esse meu avô português, era marrano... ah fugido de Portugal. A minha mãe era católica, tanto que a gente tinha na Igreja da Boa Morte, depois na Igreja da Paz, ali na (secreção) Rua do Glicério, depois na Igreja do Dom Bosco, na Rua da Moca. Mas ah aí eu acho que me me tornei ateu aí. Lendo Freud. Virei ateu. E aí passei a ler as obras... Na área dessa filosofia, toda a área do ateísmo. E a biblioteca dele era muito grande, não acabava nunca. Então, eu comecei a ler, ler, e ele e ele e ele e ele e ele foi o responsável, portanto, pela pelo meu hábito de de leitura.
Esse é o primeiro Rei Mago. Esse é o primeiro Rei Mago.
Aliás, esse é o segundo Rei Mago. Ah, esse é o segundo. <laughs> Pera o virgi o virgílio que é o taxista ãh que é o primeiro? Esse é o segundo Rei Mago. Esse é o segundo.
E jornal, você lia também, nessa idade? Lia

Porque meu pai comprava todos os dias o Diário Popular. Por que razão? Porque no Diário Popular a gente colocava aqueles pequenos anúncios de venda de bateria, de óleo, et cetera, et cetera. E eu é que ia lá na Rua do Carmo, onde ficava o jornal, perto ali da Praça Cláudio Evilá, que eu levava para fazer os anúncios. E meu pai comprava todo dia jornal. Então a gente lia. E era uma coisa inacreditável, porque o balcão da loja do meu pai, na loja de peças e baterias e a, aquela coisa, juntava vendedores, ãh, para ficar discutindo política ali. E eu ficava ali no meio ouvindo os caras. As grandes discussões eram Fidel Castro. Fidel Castro tomou o poder em Cuba e aquela coisa toda. Então, ah, aquilo me eletrizava, aquelas discussões de política, não é? Ah, que se fazia ali. Meu pai incentivava muito essas discussões ali. Então, eu lia jornal. Eu lia o Diário Popular todos os dias. Só no domingo que eu lia o Estadão, quer dizer, eu lia, na verdade, o Estadão era um um era um jornal pesadíssimo que eu não tinha condições de ler, mas eu folheava. Porque o meu tio, esse meu tio Chico, que era... foi o irmão do meu pai, que deu para ele praticamente essa oficina. Deu deu deu para ele, montou e deu para ele. Ele ia nos visitar sempre no domingo de manhã. Na verdade, ele ia lá só para ler o jornal. Então ele levava para o vistador em cima da da... E era uma forma também de ele de ele ver meu pai, minha mãe e nos ajudar. Ele nos ajudou muito. Entendeu? Meu pai era o era o irmão mais pobre de uma de uma família de de pessoas que ficam enriquecendo no interior. Com gado e com fazenda. Meu pai veio para São Paulo e ficou pobre. Então, ah, ele ia lá para nos ajudar. Então, o, eu lia. E aí eu me lembro que as minhas primeiras discussões foí com ele, né. E, naquela época, ali do lado do Parque Dom Pedro Segundo, funcionava a sede do Partido Comunista Brasileiro. E toda aquela literatura do pê c§ Cê começou a chegar nas minhas mãos ali. Hmmm. Por um outro personagem histórico na minha vida chamado Abidal Ascar, que está vivo até hoje. que foi dirigente do Partido Comunista Municipal, foi foi líder do dos oficiais de Justiça, em sua cara sempre um ativista político. Foi preso muitas vezes, foi doutorado, essa coisa toda. Então ele trazia toda essa literatura e eu lia aquela literatura para discutir com meu tio, né. E meu tio era um homem de externa direita, era um garçom, etc. Então foi nesse foi nesse período aí ainda, vamos dizer assim, de adolescência, pré-adolescência, que eu comecei a... a me interessar por ideias e por livros.
E as leituras de história, como é que esse assunto entra?
Bom, essas leituras de história, eh, boa parte delas foram todas elas ligadas a romances históricos. Porque essa coleção Saraiva, por exemplo, ela tinha bem ouro. Bem, ouro eram dois volumes dessa coleção Saraiva. Era uma coleçãozinha de capa mole, com uns desenhos na capa, feito por um desenhista chamado Nicorosso, nunca mais me esqueci. Nicorosso. Nicoroso, né. E essa coleção hoje pertence à editora nacional, são eles que são... Então, por exemplo, o Tarzan é deles, o Homem da Máscara de Ferro é deles. Então, toda essa literatura, Alexandre Dumas, esse pessoal todo dessa desse romanceiro internacional, histórico, eu li todo na na na base, não como livros de história, eu li como romances. Então, eu me apaixonei pela história, pelos romances históricos. Eu li Eu li sobre Grécia, li sobre Roma, li sobre, ãh, mitologia. E também porque, na biblioteca do Virgílio, ele tinha os tais livros históricos psicografados, do Egito Antigo, do Rochester e outros autores que eu não me lembro agora. Mas foi, por exemplo, por ali que eu me apaixonei por uma egípcia chamada Hapsut, que foi a única mulher na história do Egito Antigo que assumiu a condição de faraó. E eu li a partir de um romance histórico dela. Então eu conheci a história só da área do romance. Nenhuma metodologia, nenhuma ciência histórica, nem coisa nenhuma. Mas eu era um apaixonado pela história. Por causa desse tipo de leitura que eu tive.
E aí depois? Aí você já está jovem, aí você já está em... pensando que carreira você vai seguir?
Não, olha, na verdade, primeiro nessa época meu pai estava fazendo curso de Direito, quando eu devia ter uns Então, o o que que eu ia fazer? Eu tinha que fazer alguma coisa que fosse na escola pública, sempre estudei em escola pública. Ah... Não fiz cursinho, porque precisava pagar, não tinha dinheiro para fazer cursinho. Então, ãhm, eu gostava de História, mas achei que eu ia virar professor de História. Então, aí eu fiz exame no no no no curso de História da USP e entrei no curso de História. E no primeiro ano que eu entrei no curso de história, eu ainda pintava casas e eu ainda arrumava telhados, arrumava parte elétrica, eh, fazia essas coisas. Ah Mas eu já tinha passado por uma experiência interessante como na política estudantil, porque nessa altura eu já tinha passado pelo colegial. Eu tinha passado pelo colegial, então eu já eu já militava na política estudantil na época. Aliás, eu falei em três, mas eu esqueci de me falar uma coisa. Eu sou sobrevivente. Assim, eu acho que eu já corri uns dois ou três riscos sérios de vida. É mesmo? É. Um deles é quando eu tinha seis anos de idade. Em que... Tem alguma fedelha com a varenga? Tinha bonde passando dos dois lados da rua. E... tinha um ônibus que pegou fogo do outro lado. Eu, minha mãe, todas as crianças atravessamos as ruas para ir lá ver o bonde pegar... o ônibus pegar fogo. Na volta os moleques começaram a jogar umas pedras. E aí eu soltei da mão da minha mãe e saí correndo. E eu olhei do lado, onde vinha o trânsito e o bonde. E não vi do outro que vinha só o bonde. E eu Eu fui atropelado por bonde. Eu sou um sobrevivente de atropelamento por bonde. Eu conto isso aí no livro Meu Velho, Meu Centro Velho, que está sendo publicado pela Boitempo. E fui pego pelo bonde. O bonde, para você ter uma ideia, era o mais antigo que você possa imaginar. O freio do bonde. Era chamado freio varão, não tinha nem freio o bonde. Era um varão que o estadão virava para parar aquilo. Dirigido por um homem que, ah... quando ah... o engato do bonde bateu na minha coxa e me atirou no chão, esse homem, ah... salvou a minha vida, obviamente. Porque ele conseguiu destravar com o pé uma uma um limpa-trilho que tinha embaixo embaixo do bonde, na frente da roda, e eu fiquei preso ali. Porque se não destrava, eu teria sido cortado nos pés e no pescoço, certamente. Né? E esse cara me pegou ali, ele me salvou. O bonde me arrastou ali embaixo, eu fui rodando ali embaixo daquele bonde, dez ou quinze metros, não sei quantas voltas eu dei ali. E eu sei que quando parou, ninguém me tirava debaixo do bonde. Meu pai, que estava do outro lado da rua, só viu a minha cabeça ali embaixo do bonde. Meu pai achou que eu tinha morrido. Então, assim, imagina a gritaria que aquilo foi e ninguém me tirava debaixo do bonde. E aí eu comecei a tentar sair debaixo do bonde. E aí eu comecei a sair debaixo do bonde, aí que me agarraram, meu pai me agarrou, eh, e me levou para dentro do quartel, onde eu fui atingido pelo médico. E eu tinha umas escoriações no braço, abatida na perna, aqui na coxa, onde tinha, mas nada. E dali eu fui para a central. Tá O pronto-socorro em São Paulo ficava no do Colégio. Aliás, ficava a delegacia de polícia de um lado e o pronto-socorro do outro. Mas eu escapei do desastre de bonde. Essa foi uma das vezes que eu escapei da morte na minha vida. Tem outras duas depois.
Vamos chegar lá. Uma uma coisa, você, eh, você tem mais quatro irmãos? Tenho.

Tenho mais três irmãos homens e duas mulheres. Só, é que a gente falou da infância pouco, vocês faziam, aprontavam muito? Como que era Com eles? Ah, muito.

Eu... os meus irmãos eram muito próximos a mim, viu, principalmente o segundo, o Hipócrates, o Hipó como a gente chama, né. Então a gente brincava muito e juntava muito com aquela turma toda. Então tinha, ali na Tabardinha Guiara, eu eu tenho também um uma passagem interessante com esse meu irmão, a gente catava ferro-velho na rua. A gente ia catando ferro-velho, então, para vender no ferro-velho, para comprar guloseima lá, porque não tinha dinheiro na minha casa para isso. E um belo dia, glicério, Lá tem a Igreja da da Paça, do lado tinha a Escola da Paça, onde eu estudei o o jardim da Infância, na época, o pré-primário. E aquele pedaço embaixo era um grande depósito da companhia de posta Light, Light and Power. Todo aquele pedaço embaixo, que venderam para fazer prédio, era uma época de especulação imobiliária. E eu passava por ali sempre, então eu olhava aquelas construções, aquele monte de prédio sendo construído e tal. para ir em uma padaria que ficava na rua Conde de Sarseto, lá embaixo, que era a única padaria que tinha pão suíço para vender, pães e pães maravilhosos. Eu ia lá buscar.

Chamei meu irmão e fomos lá pegar aquele bruta pedação de ferro para vender no ferro-velho. Mas era muito pesado, meu irmão era muito mais forte do que eu. Então ele arrumou uma corda, ele ia puxando, eu fui empurrando. E nós saímos empurrando aquela peça de ferro lá de baixo lá do ministério. Empurramos, não sei quantas horas. Subimos a rua Tabatinguera com aquela peça de ferro. E tinha um ferro-velho lá e conseguimos vender. Aquele dia, nós nunca tínhamos comido tanto doce na minha vida porque de tão pesado que era o ferro. E tamo lá, eu e o meu irmão esco comendo escondido, porque o papai soubesse que a gente ia, ainda queria saber onde arrumou o dinheiro. Aí passa um cara assim, falando... perguntando para as pessoas, falando para o meu pai o senhor não viu dois meninos aí?

O que aconteceu? Eles pegaram o guincho lá da construção e tiraram o guincho de lá e levaram embora. . Nós tínhamos vendido o guincho, (todos] como é que chama? era a máquina do do - elevador do da obra, nós tínhamos vendido no ferro-velho. E ele não pegou vocês? Nunca soube. Nós também não, porque se meu <coughs> pai pegasse... Nossa, mãe! Ia
Oi? Você entrou em que ano na na na no curso de História?
Eu entrei no curso de História em mil novecentos e sessenta e seis. Foi o ano que eu deixei de ser pintor, de ser essas coisas, e fui dar aula.

Ãh, a escola paroquial montou o ginásio paroquial. O ginásio paroquial precisava de um professor de inglês. E eu estudava à noite na União Cultural Brasil-Estados Unidos. E, na época, você fazia um exame na Secretaria de Educação de proficiências. Se você passasse, eles te davam autorização precária para dar aula. E eu precisava do trabalho, eu fui lá para esse exame e consegui passar. Então, eu passei a ser professor de inglês. do ginásio paroquial Nossa Senhora da Paz, na Rua do Glicério.
Quando você está no seu primeiro ano de história?
Quando eu estava no primeiro ano de história. Não tinha nada a ver, portanto, com com história. Aliás, eu dei vários anos aula de inglês, sem ter nada a ver com história.
E quem eram os seus professores, assim, que te marcaram aí nesse início?
Bom, nessa época, eh, vários professores me marcaram. Eu tinha professor de filosofia, porque ocorreu um negócio interessante. Como eu só estudava em colégio de Estado, eu estudei à noite no colégio Anifranque, na Avenida Angel Pestana. De dia, ele chama-se Romão Pulgari. Belíssimo prédio, maravilhoso, desenhado pelo Arthur de Azevedo, o mesmo cara que desenhou o Teatro Municipal. Está lá até hoje. Eu estava à noite, porque eu trabalhava de dia, no Anifranque. De lá, eu passei para estudar na Rua Ananere, no bairro do Cambuci, da onde eu ia a pé todo dia da minha casa até o Cambuci. Porque eu não tinha o dinheiro para comprar bonde. Tinha bonde, mas eu ia a pé. Então eu estudei no Roldão até a oitava série. Aí não tinha colegial. Aí o o o colegial de lá, quem queria, poderia passar por um outro colégio do Estado, que eram raros na época, raríssimos, no Bosque da Saúde, chamado Colégio Estadual Conde José Vicente Azevedo. E como eu não tinha colé outro colégio, eu fui para lá. Aí eu subia até a praça João, pegava o bonde Bosque da Saúde ao meio-dia e dez, para entrar no colégio a uma da tarde. Eu trabalhava de manhã com meu pai, daí eu corria, pegava o bonde e ia para a escola. Então eu fiz três anos de colegial nesse colégio. Então, nesse colégio, ele era um colégio forma que foi formado rapidamente, e eu não sei daonde arrumaram tão bons professores, excelentes caras, eu não sei não sei daonde vieram. Eu não sei daonde vieram, mas olha, lá eu aprendi inglês muito bem, lá eu aprendi francês muito bem, lá eu aprendi com um padre, um professor de filosofia muito bem, filosofia, lá eu aprendi história com um cara, Eram excelentes professores, excelentes, português, eh, matemática, eram excelentes caras. E eu me integrei. E aí o que eu fiz? Eu troquei a minha comunidade da Baixada do Glicério pela comunidade do Boxa Saúde. E fui viver uma outra realidade, essa cidade que eu não conhecia. E fui me integrar em uma outra comunidade. Então, eu passo meus tempos livres, meus amigos passaram para lá. Colégio também passou para lá, meus amigos de colégio, tudo passaram para lá. E eu, então, larguei a Baixada do Glicério para ir conviver na região do Boxa Saúde, que era uma outra região maravilhosa, porque não estava deteriorada ainda, porque era tranquila. Eu me lembrava, como menino, vagamente daquela região, porque uma costureira da minha mãe era de lá e a gente ia de ônibus ver o... lá no Boxa Saúde. Então eu fui fui fui estudar lá, no Colégio Novo, recém-inaugurado. Acho que ela foi até o Carvalho Pinto que construiu o colégio. E não sei de onde ele trouxe gente tão boa. E um diretor extremamente empreendedor, de mobilizar a comunidade da escola, a comunidade local. Então, para mim, foi uma maravilha ter estudado lá. Muito bom. Maravilhoso. E na universidade? Bom, então, eu, eu, quer dizer, eu me desloquei de vários pontos da cidade. Quando eu entrei, então, na universidade, o curso de História tinha mudado para a USP, para a Cidade Universitária. Bom, para você ter uma ideia, para sair, para chegar na Cidade Universitária era um inferno. <laughs> Era um inferno. Só tinha uma linha de ônibus, esqueci o nome do nome, aviação Tânia, que saía do Anhangabaú. Só uma linha de ônibus. Só tinham dois ônibus, a desgraçada da aviação Tânia. Ele tinha que ir até o Anhangabaú, pegar o ônibus para ir estudar no curso de História. E aí, quando entrei lá, eu eu passei, acho que ter uma terceira vivência nessa cidade, quando aí eu fui me enturmar lá na USP. Aí, nessa altura, eu já dava aula no Madureza Santa Inês, que era o maior, Madureza de São Paulo. Nessa altura, Dois anos depois, eu comecei a dar aulas de história. Eu estava parando de dar aulas de inglês, comecei dar aulas de história e, circunstancialmente, aonde? No Parque Dom Pedro Segundo, onde ficava a filial dos, na sede do antigo Partido Comunista, aonde eu tive tanta ligação, através do Abidal Alaskar e de outros caras dos sindicatos gráficos,
metalúrgica, tudo naquela região era uma região operária. Você continuava, eh, você acha que a militância, porque no colegial você falou que militava, né? E isso
Para você ter uma ideia, esse Abdala, foi quem nos ensinou a fazer o primeiro jornalzinho que nós fazíamos, eh, na escola, eu e meu irmão. Esse jornalzinho, ele era feito, era batido na, meu pai tinha máquina de escrever, a gente batia na máquina de escrever com carbono especial, pegava aquele carbono especial, colocava aquilo dentro de uma... como chama? dentro de uma lata, com uma geleia, que eu não me lembro exatamente que nome que era, uma gelatina. Aí a tinta passava a gelatina e você colocava a folha em cima da gelatina e passava a mão e saía impresso.
Gente! É. Que técnica interessante.
Aí nós fazíamos uns cinquenta exemplares, eu e meu irmão, de coisas da escola. E por isso nós viramos alunos malditos da escola por causa do maldito jornal. <laughs> Aí a gente fazia críticas à escola, crítica a professor, não das quantas. E aí a diretora queria descobrir quem é <laughs> que editava o tal jornal. O Abdala que fazia a gente. tem que ser por baixo do pano. Mas como é que a gente vai entregar esse jornal na escola? Aí começou depois passou a ser um mimeógrafo, que era do Partidão. Gestetner, me lembro como se fosse hoje, vinha da Tchecoslováquia.

Mas aquilo era uma maravilha. A gente mandava fazer... Eu tinha um estêncil, né, que a gente mandava bater na Rua São Bento. Dava até para fazer uma ou outra figura. E aí o jornal chamava o espeto. Depois fizemos O Espeto, fizemos Abelha. Então, o que que a gente fazia? A gente pegava, misturava questões relacionadas à política, obviamente, porque o Pecesão estava junto, abaixe o imperialismo, aquelas história toda, e mais crítica a fulano, crítica a ciclano, tal, e mais poesia, e mais, eh, aquelas coisinhas de alunos apaixonados por alunas e vice-versa. Então a gente chegava cedo num dia, quando não tinha ninguém, entrávamos escondidos na escola e colocávamos debaixo da carteira todos os exemplares do jornal de sala por sala e sumíamos. Aí quando o pessoal chegava já estava o jornal lá debaixo da sala de aula. Um dia nós fomos pegos e meu irmão foi pego, tive que mudar de escola. O dia que ela... Seu irmão foi pego? É, meu irmão foi pego distribuindo o jornal na... lá no Roldão. E aí ele teve que mudar de escola. Ah, o Roldão era colegial, né? Ele já era, é. Ele era colegial. Eu estava no Conte já, porque na época que o que o que o Roldão não tinha colegial. Mas ele, eh, o Roldão, na época de dele, ele tinha colegial e ele foi pego distribuindo um jornal na escola.
E esse era qual irmão?
O Hipócrates. O Hipó.
Ah, tá. Que é o que Não, ele não é médico, ele é advogado. Não, é
Na verdade, aconteceu uma coisa curiosa. Antes de ele ser advogado, meu pai tinha horror. Meu pai tinha horror a ao militarismo. Horror. Meu pai falava muito mal dos dos dos dos militares. E nós morava na frente do quartel. Meu pai tinha horrores do do militarismo, et cetera, nacionalismo, essas coisas todas. Meu pai era antinacionalista, et Meu pai dizia que Pata é o lugar que a gente morava. E todos aqueles conselhos que a gente aprendia na escola, meu pai derrubava tudo aquilo. Ele dizia, isso é só uma grande besteira e tal. E eu entendi E nos contaminou, de certa forma. Bom, acontece que um dia eu tive que ir servir o exército. Por sorte, eu fui... liberado por excesso contingente. Mas o meu irmão Hipó ia servir o exército. Só que na época, se você tirasse brevê, você ficava livre do serviço militar. E meu pai fez meu irmão tirar brevê. E, olha, eu tive que ajudar a pagar, porque meu pai não tinha dinheiro, eu já trabalhava nessa época, nós juntamos para pagar o curso de brevetagem, meu irmão tirou o brevê, meu irmão. Esse meu irmão, que é o hipócrites, acabou seguindo a carreira como piloto e acabou se tornando instrutor de aviação. E adivinha a quem ele chamou como seu primeiro aluno? Eu.

E lá fui eu, já numa situação econômica melhor, porque aí eu já dava aula, tirar brevê.

Aprendi a voar com ele. Pensei até em fazer carreira de aviação, aí começava a voar por todo por todo lado com ele. Ele depois fez carreira, trabalhou como aviador. Depois de aviador, é que ele virou advogado.
Nossa, e como é que era voar por São Paulo naquela época? É
bom, na verdade, isso daí já era por volta de novecentos e setenta, por aí, porque eu já estava melhor de vida. Já tinha dinheiro para pagar o curso de pilotagem. Não era barato. Mas como ele era um instrutor da escola, eu tirei brevê no Aeroclube de São Paulo. E ele, eh, eu comecei voando numa escola chamada Escola Livre de Aviação, que ele era o instrutor. Então, sobrava muitas horas de de voo. A pessoa pagava Então eu entrava de graça para voar. E eu voava muito na região Santana, mas as instruções eram todas em direção à Serra da Cantareira, Jundiaí. Aquele pedaço, emdireçã aquele pedaço, aquela área, era por lá que eram feitas as instruções de voo. Aí depois voei para o interior, depois eu tirei brevê, aí comecei a voar por todo lado.
Dá só uma pausa aqui. Você, então, quer quer dizer, dentro da trajetória, você estava entrando na universidade. Estava. E você, então, já começa a dar aula e já começa a conviver com o pessoal da USP.
Exatamente. Eu comecei a conviver com o pessoal da USP, eu acho que, eh, eu pulei de cabeça na USP. Por quê? E Eu passei a quase morar na USP, no CRUSP, o Centro Residencial da Universidade de São Paulo. E passei a fazer política estudantil na USP. E tu todo o meu tempo livre passou a ser na USP. Todo o meu lazer passou a ser na USP. Aí mudei de novo de de de endereço da cidade. Deixei o boxa da saúde e mudei para cá, para a USP. Então, eu saía da USP só para dar aula no Madureza. Nos Madurezas, que tinham na região central da cidade. Dei aula em uma chamado Fernando disso Dei aula no André Dreyfus, que era um cursinho para vestibular. Dei aula no Santa Inês. E passei a a a a me dedicar à USP. E passei a a estudar todo o tempo. Eu já tinha tradição de leitura. Tinha muita tradição de leitura, desde criança eu estava lendo. Então eu tinha facilidade de leitura. Eu lia bem inglês, eu lia bem francês. A bibliografia era toda em francês na minha época E eu tive tanta sorte que quando eu entrei na universidade... Bom, aconteceram coisas curiosas. Primeiro, quando eu fui fazer o vestibular, ainda tinha prova oral.
– Prova oral?
– Prova oral. Prova oral, para você ter ideia. E a prova oral era nada mais, nada menos que o catedrático da cadeira sentado na sua frente com mais dois assistentes, professores, doutores. Porque o vestibular era um concurso público. Não era por classificação. Era um concurso público. Qualquer pessoa, era um lugar aberto, uma sala grande, qualquer um podia assistir à prova. Então você... Então era fácil, porque aí tinha prova oral. E eu, eh, pela primeira vez, dei de cara com o titular, professor, doutor, Eurípides Simões de Paula, que era o titular da cadeira de História Antiga e Medieval. Eu sentei na frente dele. Era o exame de História Geral. Ele olhou para a minha cara e falou assim para mim, o senhor veio fazer História só por causa do nome? <laughs> Eu já acho que, nessa época, eu acho que eu era muito mais arrogante do que eu sou hoje. Hoje eu eu tenho, eu não me lembro exatamente a resposta mal educada que eu dei para ele. Aí ele ti ele sortia o ponto. Se eu tirava o ponto, tinha uns dez minutos para pensar, né? Me caiu a unificação alemã. Aí Aí ele aí ele tinha uma ampulheta, virava a ampulheta, dizia pode começar a falar. Enquanto aquela tarrinha caía, você ia falando. Estavam ele mais dois professores doutores. Um, que se chamava Aldo Janotti, marido dessa professora Janotti, Maria de Luz Janotti, que é professora da USP até hoje, O outro era o Paulo Pereira de Castro, professor do Estadão Antigo. Três professores muito bons, realmente. Eu comecei falar. Em uma certa altura, eu usei uma expressão alemã que significa unidade econômica. E o professor Eurípides me corrigiu. E eu disse, o senhor está errado. A pronúncia correta dessa palavra é Zuffenhain. Ele falou não, não é. Eu falei, é. Não, não é. É. Aí ele vira para o lado, acho que para o Janot e falou, como é que é? Falou não, o rapaz está certo. Foi dessa forma que eu conheci o professor Eurípides, a quem eu tinha grande admiração. Então eu comecei por aí, a entrar no curso de História. E uma outra coisa curiosa, na prova de... na prova de literatura brasileira, O professor lá na minha frente era um sujeito estranhíssimo. Os olhos dele era meio puxado, mas ele não era oriental. O tal de professor Ricardo Mário Gonçalves. Aí ele falou, o senhor já leu alguma coisa do Zé do Patrocínio? Falei já. Que livro que o senhor leu? Eu Eu li o livro Minha Formação. Só esse que o senhor leu?

O senhor já leu algum outro? <laughs>

Bom, esse professor Ricardo, era monge budista, foi o homem que me levou para o budismo. Né, isso, mas essa história eu vou contar outro dia. E eu nem sabia que ele era monge budista, fiquei sabendo depois. Mas foi isso, essa situação. Aí Eu e que eu comecei a enfrentar os caras. Fiz a mesma coisa com a professora que me fez o exame de inglês. Falava Dona Fernanda Wright. Também não sei se foi uma pataquada que ela falou, eu também fiz uma, falei falei para ela. Por isso eu fui admitido na universidade. Acabei sendo aprovado no curso de História.
Mas era rigoroso, hein? É. Nossa, que diferença, hein? Era.
Eu entrei assim na universidade de uma maneira, assim... Porque para mim não tinha limites, né? Para mim, eh, não não tinha limites, não tinha compromisso, não tinha nada. Eu me considerava... Eu tinha que manter a mim mesmo, na verdade. Depois, eu comecei a entender que eu tinha que manter meus irmãos. do meu irmão menor, desse chamado Aristóteles, acho que eu fui mais ou menos pai dele, porque nessa época meu pai se separou da minha mãe, e nós ficamos morando com a minha mãe. Então eu tive que assumir a família. Eh... Mas a... Foi na foi assim, dessa maneira inusitada que eu comecei a en a entrar no
no curso de história. Você é o irmão você é o irmão mais velho?
Eu sou o irmão mais velho. Mas sempre nessa época tinha muito esse estigma de que o irmão mais velho era o responsável pela família, na ausência do pai era o irmão mais velho.
Você lembra da primeira aula que você deu? Se eu lembro?

As primeiras aulas que eu dei foram aulas particulares de francês dadas para a filha... É, eu era estudante do colegial, segundo ano, colegial, e eu dava aulas particulares de francês, de história, das matérias e tal, para ganhar algum dinheirinho. Foram as primeiras aulas que eu dei. Agora, num lugar, assim, oficial, a primeira aula que eu dei foi na escola paroquial Nossa Senhora da Paz, onde eu era o professor de inglês. E até teve uma coisa interessante. Eu sempre gostei muito de educação física e tal. E lá, pelo meio meio de... Comecei em março, abril, maio, a escola não tinha professor de educação física. Aí o padre entrou, falou, você não quer dar aulas de educação física também? Eu falei, mas eu não tenho registro. Aí eu fui no DEF, que fica aqui na Rua Germaine, Buxá, e consegui o... a autorização para dar aula de Educação Física. Olha eu dando aula de Educação Física. Eu adorava dar aula de Educação Física. Então, Da aula dava aula de inglês e Educação Física na Escola Paroquial da Associação da Paz, do lado da fábrica de cigarro Suzano. Era Suzano, não.

Ah, da Sudan. Da Sudan, que era na Rua Glicério, que, aliás, foi a família que doou o terreno para a construção da escola. Ali eram eles eram imigrantes italianos, enriqueceram muito. Então, todo o terreno da igreja, do convento, da escola e de uma marmoraria que tinha do lado era da família, eu não me lembro o nome de agora da família, que era proprietária da Sudan, que existe até hoje essa fábrica, só que pertence a uns chineses e o resto da fábrica está ali na Vila Guilherme e tal.
Geraldo, só para a gente então encerrar essa primeira rodada, eu queria que você contasse um pouquinho como é que era esse clima na USP, já que a gente estava em sessenta e seis, dois anos antes do á i cinco e dois depois do gun do golpe.
Então, quan eu eu me lembro da... da... do golpe de sessenta e quatro, eu estava no no colegial nessa época. E nós tínhamos já um grupo político fortíssimo lá no Boxa da Saúde, que se reunia num boteco bem em frente o colégio. E já tínhamos ginásio, já tínhamos debates, já tínhamos jornais, já tínhamos diabo a quatro se possa imaginar lá. Então, quando teve o golpe, eu me lembro que eu e um grupo de pessoas queríamos fazer uma greve geral na escola, vamos parar as aulas porque foi dado um golpe. Não para o aula, mas nós tentamos. E naquela altura já tinha a u é é, União Estadual dos Estudantes e tal, e a gente fazia algum movimentozinho por lá. Mas, ah, aquilo estava um pouco distante da gente ainda, eu acho. Porque o golpe de sessenta e quatro, eh, as coisas começam a ficar ruins depois do á i cinco, que é de sessenta e oito. Sessenta e quatro a sessenta e oito. ninguém sabia exatamente o que era porque os políticos, eh, ainda não tinham sido caçados. Poucos tinham sido caçados, mas ainda havia uma me mescla de de militares com políticos no poder. Né, o período do Castelo Branco era um período ainda de vai voltar a democracia, não vai voltar a democracia. Ah... não Não era ainda, era era, o movimento de oposição era muito frágil, muito frágil nessa época. Era mais na na USP, na universidade, lógico. Mas como eu cheguei na universidade em sessenta e seis, então eu peguei sessenta e seis, sessenta e sete, peguei o á i cinco em sessenta e oito, não é? E uma série de outros acontecimentos bastante... que todo mundo conhece aí da vida acadêmica, desse período de... da ditadura militar. A resistência, principalmente em São Paulo, foi no Partido Comunista, na USP e em algumas entidades sindicais. O resto tinha aderido completamente ao ao ao ao golpe, né. A classe média toda aderiu o golpe. A igreja aderiu o golpe. Os jornais todos aderiram o golpe. Geralmente não se fala que o jornalista aderiu o golpe, né? Geralmente a gente fala quando eles resistiram. É. É. Mas pergunte para o Minucarta que ele conhece bem essa história.
Então, Haroldo, queria te agradecer aí esse... Eu que agradeço. ...primeiro tempo aí dessa viagem aí no no tempo e para São Paulo e... Eu dei um
Eu que agradeço essa oportunidades de estar lembrando de coisas que eu já nem me lembrava mais. Isso que é bacana, né.
Mas ele tem uma memória fantástica.
Nem me nem me lembrava mais. Obrigado, eu que agradeço.